Por acaso alguma história assim, de onde você veio...?

A minha mãe ãh costurava e nessa época, mesmo na época que eu era menina, a gente ia para o centro da cidade para comprar tudo. Nos bairros praticamente não tinha comércio nenhum. E eu acho que ela foi comprar coisas lá e e eles se viram e conversaram. Eles tinham bastante coisas em comum, porque os dois ãh... são filhos de italianos. E... Então, a colônia italiana não era assim tão grande nessa época, então encontraram várias ãh, pessoas de conhecimento comum e famílias de conhecimento comum, e eles começaram a a namorar. E meu pai era formado em contabilidade e economia.

Ele tinha tinha feito um enorme esforço porque ele ficou ãh... órfão de pai quando ele tinha dois anos de idade. E a mãe, que tinha vindo com três filhos lá da Itália, depois nasceram outros três aqui no Brasil, o meu pai é o o caçula. E ela ficou sozinha aqui no Brasil, sem o marido, sem família, sem uma profissão. Então, foi muito difícil dela... criar os filhos. E o meu pai, ãh, sempre contava que, de cri de menino pequeno, ele tinha uma especialidade que era fazer ãh... papagaio, né? E ele ãh, fazia os mais bonitos, elaborados possíveis e punha na na vidraça da janela, assim, <laughs> que dava para frente, para a rua, para vender. Depois, os irmãos mais velhos dele, que eram bem mais velhos, o mais velho tinha quinze anos mais que ele, ãh, come ) começaram a trabalhar e tal, e ãh

E meu pai, então, já de adolescente, já ajudava nessas atividades todas. então sempre estudou e trabalhou e tal, e daí depois de se formar em faculdade, que era um fato até raro na na época, não conseguia emprego.

Ela sempre foi muito ligada à família dela, à mãe, aos irmãos. Então, eles namoraram dez <laughs> anos depois <laughs> desses dez anos.

Mas como foi, desculpa, mas eles namoraram à distância? à distância. Ele vinha, né, uma vez por mês ou qualquer coisa assim, né. E, e ai,

Meu pai era um bom nadador, ele nadava toda manhã, ele gostava muito.

Mas a minha mãe sempre dizia, nós vamos voltar, né? <laughs> <laughs> Nós vamos voltar. Aí meu irmão mais velho nasceu lá.

Aí ela falou assim, agora você vai dar um jeito que eu não vou <laughs> mais voltar.

Nós fomos.

Mas aconteceu que daí meus tios casaram e a minha avó tinha uma ãh casa menor ao lado.

e tinha um costume bem interessante que, principalmente no verão, que demora mais para escurecer, né, ãh, a gente jantava e ainda estava claro. E e aí as crianças iam brincar na rua e os pais pegavam a cadeira e iam sentar ou no jardim ou mesmo na calçada para ver os filhos brincarem e todo mundo se conhecia, todo mundo conversava.

Então, ãh, eu comecei a ir para a escola, ãh, no maternal, que não era também costume. Parece que eu era levada demais, a minha mãe achou <laughs> que era melhor já me pôr na escola. <laughs>

Então, se fosse pela rua, direitinho, era um quarteirão <laughs> e meio da minha casa. Mas a casa dos meus primos, que eram quase vizinhos da nossa casa, dava o quintal com o quintal da escola. <laughs> Então, <laughs> a maior parte das vezes, a gente pulava o muro e entrava direto pelo quintal.

Hum... Você é do meio, então?
Eu sou a do meio, é. E os nossos primos que moravam, porque era um hábito das famílias italianas, de morarem todos mais ou menos perto, né. Então os meus primos que moravam perto também eram todos homens, então todos só tinham amigos homens, então eu só brincava com os meninos, de brincadeira de menino, de subir nas árvores, os quintais eram enormes, com muita árvore frutífera.

Hoje, quando eu olho o muro, <laughs> eu lembro que a gente brincava de pegador, correndo em cima do muro. Então, minha mãe falou, não, ela não pode continuar brincando só com meninos. Então, eu convenci meu pai que eu tinha que ir para um colégio de freiras.
Isso quando que foi?
Isso, quando eu tinha sete anos. Antes disso, só brincava com... Só brincava nos quintais, assim, era uma liberdade total. Aí eu estranhei demais, ãh...

a gente não podia fazer nada. E eu era semi-interna, então eu chegava às oito horas da manhã e das oito mais ou menos até quinze, meio dia, as meninas do primário que só tinham aula à tarde ficavam numa sala de estudos. Essa sala de estudo não tinha nada. A gente ficava sentada na carteira. Quer dizer, em meia hora você já tinha feito a sua lição. E o resto do tempo, ãh... tinha que ler livros de santo, coisa assim. <coughs> Não podia ficar distraída, se enrolhando. Levei enormes reguadas de uma freira que era <laughs> um horror.

Como é que era essa sala então? Era uma sala
Era uma sala para todas as crianças semi-internas que eram do primário, né? Todas meninas, porque só tinha menina, né? e todas ficavam lá fazendo as suas lições. Tinha um intervalo, mais ou menos às dez horas, de uns vinte minutos, depois a gente voltava outra vez para lá. Não tinha uma uma atividade assim, ãh, direcionada, alguma coisa assim, nada. A gente tinha que resolver o que ia fazer, mas não podia ficar distraída, que ela dizia que era coisa do demônio, <laughs> ela vinha dar aquelas reguadas <laughs> doídas na gente. E e não podia assim, trazer um gibi, uma revista, um livro infantil, não podia.
Era só, não tinha uma biblioteca lá nessa
Tinha, mas era só de vida de santo. Então, uma menina de sete anos que ainda está começando a ler, né, não era muito interessante para mim, mas eu sei que... Aí eu vi, logo na primeira semana, eu vi que de tanto em tanto uma menina levantava a mão e falava, eu posso ir lá fora? E a freira dizia, quando fulana voltar, você vai e tal, né? Aí eu falei, puxa vida, pode ir lá fora. Esse colégio que existe até hoje, ele é tombado pelo patrimônio histórico, ele era de uma família, ãh... ãh... dessas quatrocentonas riquíssimas do começo do século... E era chamada Chácara do Carvalho, porque era esse tal carvalho que construiu. Então é uma uma ãh casa lindíssima, um palacete enorme e rodeado de muito terreno. Eram jardins todos franceses, lindíssimos. E tinha horta, tinha pomar, tinha o o playground. Então, ãh, na hora que ela falou que eu podia ir lá fora, <laughs> fiquei contentíssima, né? Aí, então, chegou a minha vez. Eu fui lá fora correndo, <laughs> desci as escadas correndo e fui passear pelos jardins, que não podia, né? Mas ela disse que eu podia, né? Eu fui. E depois fui para o playground e fiquei balançando, né? Eu gostava, porque a gente brincava de balança, gostava de balança bem alto, assim, né? Dava aquele impulso, <laughs> aquela roupa que vinha até aqui, assim, naturalmente.
Você pode escrever a roupa que vocês usavam nessa escola?

Era uma uma ãh camisa, ãh, tinha uma gola de um barbado e abotoada aqui, nunca podia ficar desabotoada. Aí a, a saia tinha uns suspensórios largos e a saia era toda pregueada e vinha assim até, ela media, tinha um dia do do mês que na hora que a gente entrava na sala, que chamava palestra, que era a sala que a gente ficava quando chegava, ãh, tinha uma freira com ãh a fita médica e tal, que ela media mês por mês para ver se a gente não tinha encurtado <laughs> a saia. Aí tinha uma meia branca que vinha até aqui, assim, até o joelho, e um sapatinho de verniz, todo fechadinho, assim, né, <coughs> e... E, então... De repente, eu vi assim aquele bando <laughs> que pareciam os urubus, coitadas, porque eram todas de preto, com véu preto e tudo, né. E eram muitas, eram umas seis que vinham <laughs> em minha direção. Eu pensei, <laughs> alguma coisa está errada. Aí elas falaram, o que você está fazendo aqui? Mas eu pedi para ir lá fora, e elas disseram que eu podia. <laughs> Não, ir lá fora quer dizer ir ao toalete, <laughs> Mas isso eu não sabia. Mas aí mesmo não sabendo, <laughs> eu fiquei de castigo uma semana, que daí as outras ainda no intervalo iam para o recreio, eu não podia ir, aquelas coisas todas. A gente só andava em fila, com os braços assim para trás, né, e sem poder conversar com ninguém. Em nenhum lugar a gente podia conversar, nem no banheiro, em lugar nenhum a gente podia conversar, só no recreio. Mas a gente costuma com tudo, então eu fiz o primário e o ginásio. Quando eu saí, chorei <laughs> bastante porque não queria sair de lá.
Vamos voltar só uma coisinha. Então, sobre sobre o seu bairro. Você sempre frequentou o centro nessa infância, sim. Vocês costumavam viajar ou sair muito longe do centro da cidade onde vocês moravam?
O meu pai, ãh, nem sei quando foi exatamente, mas aos cinco anos de idade, que eu já me lembro de muita coisa, eu sei que ele já tinha um carro. E era um Citroën.

Daí, por diante, meu pai sempre teve ãh Mercedes. Então, ãh, com esse Citroën, a gente, todo domingo, a gente ia fazer um passeio

Um senhor alemão tinha os terrenos, então eles se uniram para fazer esse loteamento fechado. Então, a gente ia muito lá para a Serra também, acompanhar os trabalhos e tal. Então, ãh, até os onze anos de idade, os nossos passeios eram passeios de manhã, com o meu pai e dois tios meus, ãh, e cada um de nós, cada vez um, podia convidar um amiguinho, uma amiguinha, para ir junto fazer esses passeios, que era só pela manhã, porque aí a minha mãe não ia, minha mãe nunca queria ir, e ela ficava fazendo... O famoso almoço de domingo. Minha mãe era uma cozinheira fabulosa. Acho que nunca mais vou comer <laughs> as comidas do jeito que ela fazia, porque realmente era... Os meus filhos mesmo, até o bife da vovó era diferente, porque era. Então ela fazia aquele famoso almoço, onde cada um podia pedir um prato que queria e ela fazia e tal.
O que geralmente vocês comiam no almoço?

Sempre era macarrão feito em casa. Né, <coughs> minha mãe fazia todas as massas em casa. Então, ela, às vezes, não é a gente que pedia, não. Ela cismava que a gente gostava de uma coisa. Ela sempre falou que eu gostava muito de nhoque. Eu falo, mãe, eu não lembro que era nhoque o meu predileto <laughs> Ela fala, mas era. E o meu pai, <laughs> por exemplo, ela tinha cismado que ele não gostava de ravióli. O ravióli da minha mãe era uma coisa assim... fantástica, que ela fazia um por um, né, sempre de queijo, porque era o que a gente gostava e tal. Então ela falava sempre para o meu pai, não, para você eu fiz fusilha porque você não gosta de ravioli. Ele fala, mas eu gosto de ravioli. <laughs> Ela dizia, não, não, eu me lembro muito <laughs> Então, depois, além das massas, que geralmente eram duas ou três, ela nunca fazia uma só, ãh, tinha as carnes, né, ou era frango, ou era lagarto, ou a especialidade dela era o coelho e o cabrito, que o pessoal da família do meu pai e da minha mãe gostavam muito. Nós crianças não gostávamos muito. E daí as saladas, e na minha casa ãh era servido prato por prato, né. Então era servido primeiro a massa, todo mundo comia, depois então era trazido outro prato, etc. E há sobremesas que eram ãh... fabulosas. A minha mãe, além dos bolos, que eram muito bons mesmo, ãh, ela fazia quindim, fazia merengue, aquele suspiro, né, recheado com chantilly e tortas. a famosa pasteira de grano dela lá, que era uma torta com ricota e trigo, e com frutas secas e tal, que era muito boa, que era da da família dela.
a mãe era uma grande cozinheira, <laughs> Nossa senhora! Coisa boa.
E ela, então, em contrapartida, ela nunca me ensinou a fazer nenhum desses pratos. Porque, como ela cozinhava tão bem, ninguém queria que ela parasse de cozinhar. Então, meu pai falava, não, você pode pôr empregada para limpar a casa, para lavar, para passar, para o que for, mas cozinhar... <laughs> Então, ela falava, eu sou uma escrava deste fogão. Então, ela queria que eu aprendesse para eu não ser uma escrava do fogão. <laughs> Mas, na realidade, ela gostava de cozinhar. Então, depois, no fim da vida dela, né, quando nós todos já tínhamos casado, já tínhamos saído de casa e meu pai tinha morrido, então a gente arrumou uma acompanhante para ela e ela que cozinhava para a acompanhante, <laughs> porque ela gostava de cozinhar. Então, ela adorava convidar os netos para eles virem comer os pratos prediletos. tal. Então, na realidade, ela nunca quis parar, né. Mas, ãh, ela dizia que era uma escrava.
Já vou emendar uma outra pergunta.

Sobre... a... Você falou da colônia italiana, né, que era muito junta... O que que você lembra sobre isso, dessas relações? Existiam festas, <coughs> rituais próximos?
Na família do meu pai, ãh, como eles não vieram com família, e o meu avô morreu muito cedo, tal, então eram só mesmo o meu pai e os irmãos dele que sempre foram muito unidos. Isso eu sempre falo com os meus filhos, que se eu quero deixar, ãh... alguma coisa bem marcada para eles, é essa questão família. Porque tanto o meu pai era unidíssimo com os irmãos dele, meu pai era o mais moço, mas no fim, como ele ãh teve mais sucesso profissional, estava melhor, ele arrumou a vida de todo mundo. Todo mundo, ele arrumou emprego para os irmãos, ele arrumou isso, arrumou aquilo, e todos eles... A gente, aos sábados, a gente se reunia na casa de uma das minhas tias, a tia Ina, então íamos nós todos para tomar o lanche lá na casa dela. que era um lanche curtidíssimo e os meus filhos mesmo, quando pequenos, ãh, chegaram ainda a participar disso. Depois a minha tia ainda morreu e daí acabaram os lanches de sábado. E E a família da da minha mãe, que era uma família mais numerosa, porque ãh tanto uma família como a outra, eles vieram por um acaso para o Brasil. Porque o pai do meu pai tinha um pequeno hotel, eles são vênetos, né, tinha um pequeno hotel na terra dele, mas ele já tinha estudado engenharia na faculdade de Bolonha, que é a faculdade mais antiga da Europa. E para ele aquilo tudo era muito pequeno, ele sonhava de de ir embora de lá, ir para um outro lugar maior e tal. E E ele se esmou com a Argentina. Então ele estudou espanhol, ele se preparou todo para ir para a Argentina. E então compraram as passagens e tal, como eu falei, eles já tinham três filhos, três meninos.

E, ãh, embarcaram num navio que, segundo eles contam, era um horror porque, no fim, eles foram postos no porão, eram assim, como que dormitórios enormes cheios de beliches, né? Onde todo mundo dormia junto, as pessoas passavam mal, eram muito mal alimentadas e cheiravam mal. Era um verdadeiro horror, né? Bom, e e esse navio, ele vinha percorrendo a costa brasileira toda, desde o Nordeste, e ele foi se apaixonando pela costa brasileira, porque ia parando, então ele ia vendo as coisas, e ele ficou apaixonado pelo Brasil. Quando chegou em Santos, ele resolveu descer, mesmo que não era para descer.
Ele te contou alguma história?
Então, eu não conhecia o meu avô, porque ele morreu quando meu pai tinha dois anos de idade, né, mas, E meu pai também só escutava falar o que os meus tios ou a minha avó ãh falavam. Então, disse que quando eles chegaram lá, a grande maioria, quase que a totalidade dos que estavam no navio, tinham sido contratados ãh ãh pelo governo paulista, por fazendeiros paulistas, para ir trabalhar nas fazendas. Então, eles eram recebidos já lá no Porto de Santos e subiam com aquele famoso trenzinho, tal, para vir para ãh ãh ãh para a pousada do imigrante, né, que hoje é um museu. O centro também, não é? Mas ele não pôde, <laughs> porque ele não era contratado de ninguém, ele não estava previsto, ele não podia nem ter descido em Santos, porque o passaporte dele era para ir para ãh Argentina.

Nem registrou entrada no caso, não...

Então, o que o meu pai contou é que o meu avô só se lembrou que tinha um rapaz que era empregado dele, porque esse hotelzinho que eles tinham, tinha uma pequena fazenda que fornecia ãh todo o alimento, tudo para o hotel. E esse rapaz era empregado do do meu nono lá na fazenda. E meu pai sabia que ele tinha vindo morar em São Paulo, o meu avô. Aí meu avô foi procurar por ele, né.

E aí conseguiu encontrar. E ele tinha, esse rapaz tinha montado uma firma de transporte, ele tinha caminhões que transportavam alimentos em sacarias. E ele deu um emprego para o meu avô de de carregar os caminhões. Então, pelo que a minha avó falava, na época se conhecia muito pouco a medicina, era muito mais atrasada e também ou ela imaginou isso ou realmente é isso, não sei, mas que meu avô... era uma pessoa muito magrinha, franzina, assim, e não acostumada com trabalhos pesados e que isso foi um dos motivos pelos quais ele morreu tão cedo, né? Ele tinha quarenta anos quando ele morreu. Então, aí depois desse emprego que não foi muito do agrado dele, ele começou realmente a adoecer e sentir muita dor nas costas, etc e tal, ele foi trabalhar, como ele sabia falar espanhol, ele foi trabalhar num clube de bocha de espanhóis, ãh, onde ele fazia a contabilidade do clube, né, e... E depois, quando ele estava melhorando de vida, porque... eles ãh organizavam clubes nos bairros ãh para congregar os italianos, né, e E eram sociedades que tinham finalidade, além de recreativa, de assistência para os italianos que estavam passando dificuldade, Parece que as crianças pequenas aprendiam as primeiras letras ãh lá e tinha toda uma parte ãh de cultivo das tradições, ãh com danças, ãh o pessoal tinha oportunidade de ãh falar a língua deles. que eram sempre os dialetos, né, e e comer a comida típica do local e tudo mais.

E aí começou a conhecer muita gente e tal, e viu que os italianos daqui sentiam muita saudade das coisas que ele, dos vinhos italianos, das coisas que eles comiam lá, o prosciutto crudo, os queijos todos, né? E ele começou a a... o azeite começou a importar, e E aí quando ele estava já melhorando de vida <laughs> e tal, coitado, ele tinha então úlcera E eu acho que ele teve uma ãh ãh... a úlcera rompeu, ele teve um sangramento interno, ele não foi socorrido há tempo e morreu.
Qual era o nome dele?

E daí, então, a gente, agora voltando a esses caminhos da Itália, seu avô faleceu, é.

A minha avó teve, então, muita dificuldade e os meus... Tios então que ãh que já tinham dezesseis anos tiveram que começar a trabalhar e tudo porque não tinha mais quem sustentasse a família.

Então, o meu tio mais velho ele... era um pintor maravilhoso. Ele não se dedicou a isso porque não era possível financeiramente, mas todos nós temos em casa quadros dele que são maravilhosos. Todo mundo que vem logo pergunta de quem são esses quadros. E ele também então fez curso para ãh ãh ãh ãh fazer livros e encapar livros, essa coisa toda, que depois ele trabalhou com isso também.

E ele era fabuloso nisso. Do nada ele montava um cenário que hoje as coisas são muito facilitadas, mas na época era preciso quebrar um monte de galhos para você fazer isso.

Todos aprenderam os ofícios. Lá no liceu... ãh, incrível, todos fizeram. É, então, todos fizeram ãh o que eu hoje é o ensino fundamental, né? E depois, como ensino médio, eles fizeram lá, né?

Também lá, né? Tudo cerca, né? É. E daí você também frequentava?

Você falou a sociedade?
Não, porque... Então, nós tivemos mais contato com a família da minha mãe. que era uma família bem grande, então uma família do sul da Itália, eles são da Campânia, e era então uma família muito alegre, eles tinham muitas festas. Então, que eu falei que o meu avô chegou por um acaso aqui, e a minha, da família da minha mãe, também foi a mesma coisa.

E ãh um um dos tios da minha mãe, né, irmãos da minha avó, gostou de uma moça que era filha de um colono da da propriedade. E essa moça ficou grávida. Na hora que essa moça ficou grávida, ele era um rapaz novinho, tinha dezessete anos, qualquer coisa assim, e ele não não achou nenhuma graça de ter que casar. E o meu avô e minha avó falaram para ele que ele ia casar com a moça.

A hora que a minha nona percebeu, né, a gente chamava de mama grande. A nona era avó, né, e ela era bisnona, <laughs> então a gente chamava de mama grande, a mãe grande, né, a mãe da mãe.

Ela arrumou os papéis dela, comprou a passagem e veio embora para cá sozinha, para buscá-lo.

E ela teve um azar muito grande que ela ficou doente aqui. E a gente não sabe direito que doença foi essa, mas eles classificaram como uma doença tropical, uma doença que não existia na Europa. Então, ela não poderia ir embora, não poderia voltar, porque ela ia levar para lá alguma algum vírus, coisas que lá não existiam e que eles não tinham, então, como se proteger. Eu tenho que ficar olhando é para cá, né?

Ah, Porque senão eu sempre me distraio.
Então, você está falando que a sua avó não podia voltar porque tinha uma doença tropical.

Então, o que a aconteceu? O meu bisavô, né, ãh... resolveu vir para o Brasil com os filhos todos. Só ficou na Itália a filha mais velha, que já era casada, tinha acabado de casar. Então ela ficou lá para tomar conta das propriedades, das coisas todas, e o meu bisavô veio com os outros filhos. Aí chegou aqui, a minha avó piorou, ãh... ãh... a minha bisavó piorou e acabou morrendo.

Vários dos filhos já tinham começado a se integrar aqui no Brasil. Ãh... A irmã da da minha avó já tinha... ãh... Estava namorando um rapaz, não queria ir embora. O outro tinha arrumado emprego, estava gostando, não queria ir embora. Então, ninguém quis voltar. E o meu bisavô tinha as coisas todas lá, ele tinha que voltar. E ele queria levar pelo menos a minha avó, que era a mais nova. que na ocasião acho que tinha doze anos, e

E aí ela quis ficar e ficaram todos. Meu bisavô foi embora sozinho e ele acabou depois morrendo lá na Itália sozinho. Sozinho, ele tinha filha lá e tinha os outros parentes e tal, mas sem os outros filhos, e... Então, a a minha avó ãh ãh, ele mandava o dinheiro e tal, e a minha avó foi criada com todo o mimo e tal. E se apaixonou por um rapaz que era sapateiro. <laughs> <laughs> Ninguém gostou da escolha dela. <laughs> Né, e a minha tia Maria falou, você não vai casar com ele de jeito nenhum. Isso é um casamento que nem a mamãe e o papai não aprovariam. Você não vai casar e tal. Mas ela era apaixonada por ele. Eu sei que eles acabaram casando.

E onde ele tinha os outros parentes, as irmãs também moravam lá e tal. Ãh... E montou a sapataria dele assim, na parte da frente da casa. A minha avó disse que precisava ficar prestando atenção, porque era tudo feito num martelinho, né, <laughs> alguma coisa que fazia barulho, porque ela precisava ficar prestando atenção se ela escutava o barulho. <laughs> Porque a hora que ela não estava escutando o barulho, ele tinha <laughs> ido dar uma volta com algum amigo e tinha ido tomar uma cervejinha no bar. <laughs> E aí ela, tinha ia buscá-lo, porque as dificuldades financeiras eram grandes. Minha mãe é a mais velha. Então, aí foram nascendo os filhos. O segundo era um que morreu criança ainda, que eu não conheci, chamava Ernesto.

Então, as as despesas foram aumentando e a minha avó foi ficando aflita, porque o dinheiro que entrava da sapataria, <laughs> já se ele trabalhasse bastante, <laughs> não seria muito. <laughs> Aí, coitado, parece que ele era uma ótima pessoa. A minha mãe adorava o pai, e Então, ela foi pedir socorro para as irmãs, para os irmãos. E eles falaram, aconselhamos tanto, aquela história toda, né, ãh...

E eles então falaram, ãh, nós podemos fornecer os mantimentos e vocês montam uma barraca na feira, que isso é uma coisa que dá dinheiro e tal, se ele trabalhar firme ele vai progredir. Então, quando eu nasci, meu avô já tinha morrido, mas os meus tios, ãh, ainda continuavam na feira, quando eu nasci. Mas logo depois eles tiveram um posto de gasolina e tal, mas eu lembro eu lembro da de quando eu era pequenininha, ãh, na casa da minha avó, que tinha um fogão a lenha. E que ãh os empregados da da barraca todos entravam ãh para tomar o café e tal, carregar o caminhão... Isso é uma coisa que eu me lembro. Então, a minha avó, ela, depois foram morrendo os as irmãs, os irmãos mais velhos, e ela ficou a matriarca da família. Então, uma coisa que eu lembro bem de menina ãh é que no dia do Natal, a família toda vinha cumprimentá-la e tomar a bênção dela. E a casa dela ãh era unida com a nossa casa, não tinha muro, né, separando, e tinha uma parreira. E <laughs> ela fazia a minha tia fazia os saquinhos para pôr nos cachos de uva para os passarinhos não comerem. E nem nós podíamos mexer naqueles nas uvas que estavam amadurecendo até esse dia de Natal. Porque se montava uma mesa enorme embaixo da parreira e era lindo ver aqueles cachos de uva toda madura em cima dessa mesa, né?

os vinhos, ãh e as frutas secas, frutas frescas, panettone, todas essas coisas, essa mesa ficava montada o dia inteiro lá, porque então vinham todos esses parentes dela para tomar bênção ãh, para conversar, para desejar Feliz Natal. Então, isso isso é uma coisa que eu lembro bem. E eu lembro, então, das das festas ãh que eram sempre nos nos quintais, que eram enormes, e e quase sempre se fazia a polenta, então se montava um tripé assim em cima do fogo, né, e tinha aquele enorme caldeirão lá que a polenta, você precisa ficar mexendo, mexendo, mexendo, mexendo, <laughs> é um tempo enorme que você tem que mexer, porque ela tem que ãh ficar aquela crosta, assim, que fica queimadinha, né, mas o resto tem que ficar toda molinha, né, e aí faziam Ou ãh o frango ensopado, ou a carne ensopada, tal, que a gente comia com a polenta, e vinham os sanfoneiros, e se dançava a tarantela, e todas aquelas coisas ãh que eram assim, bem marcantes. da minha infância.

Não tinha nada, não tinha nada lá. Eram, assim, chácaras, eram ãh coisas enormes.

<laughs> Então, a gente passava pelo cemitério, que daí o meu irmão ficava contando as histórias de terror. <laughs> <laughs> A gente ficava morrendo de medo. tinha já a igreja ãh da Nossa Senhora de Fátima, né. Depois não tinha mais nada.
Porque hoje tem aquele viaduto, né?
tinha viaduto, não tinha viaduto.
Era um vale.
Era um vale, é. Então, era muito pitoresco. Então, a gente fazia... Geralmente, eram as festas juninas que a gente fazia lá no sítio do Alberto. Bom, e... E nas nas festas de Natal, de Páscoa, ãh... aniversário da minha avó e tal, era sempre a minha mãe que fazia os famosos almo almoços, né? Então, quando lá na minha casa eles reclamam... É, mãe, mas a vovó fazia tudo. Eu falei, não, ela não fazia tudo. Ela ficava concentrada na comida dela. O resto...ãh, então, vinha uma tia que era especialista em pôr a mesa. Vinha outra tia minha, que era a que ãh morava do nosso lado, né, que era a que estava sempre presente na nossa casa. porque ela sabia onde minha mãe guardava a louça especial <laughs> e as outras coisas. Porque a gente não podia nem perguntar as coisas para a minha mãe. Ela falava, agora não posso, agora estou ocupada. E ela não respondia. E daí, ãh, uma era especialista em fazer os arranjos de flores, outra era especialista em lavar as frutas e fazer os arranjos com as frutas, e outra fazia as compras e tal. Então, eu falei, não, sua avó, ela ficava concentrada na comida. E eu, como compro a comida pronta, <laughs> não preciso ficar concentrada na comida. <laughs> Eu posso fazer outras coisas, mas não tudo também, ãh Porque o gostoso era isso, que todo mundo ajudava a fazer alguma coisa. Então, a festa era era de todos, né? E então vinha ãh vinha a família toda para se reunir nesses dias e o gostoso, a gente, eu e meus irmãos, imagina, nós éramos crianças, mas nós curtíamos muito ficar escutando as histórias que eram contadas. Mesmo que era uma história que a gente já tinha escutado, ãh, tinha um detalhe novo, tinha alguma coisa nova que era acrescentada nesse dia e eles e eles contavam.

muito culto, ãh, ele lia muito, ele conhecia tudo que você pode imaginar de música, de literatura, de vários países, etc.
Esse foi o que fez qual
Esse é o que pin Então, ele contava histórias, assim, interessantíssimas, de uma forma, assim, ãh, viva, sabe? Que era uma delícia escutar. Então, ãh... a nossa, a minha avó morreu quando nós tínhamos... Eu tinha onze anos. Para mim foi uma perda muito grande, porque ela tinha ficado quase cega. E então eu acompanhava ela em todos os lugares, né? Ela passava o dia lá em casa, então quando chegava a hora da novela, então ela queria ir para casa dela para escutar novela lá na casa dela, então eu sintonizava o rádio lá para ela escutar, ela gostava de fazer tricô e crochê, mas quando ela perdia um ponto, ela não conseguia recuperar, então eu que tinha que pegar o ponto para ela, pôr na agulha outra vez, e quando ela costurava, ela... tecia as meias. Era uma coisa muito impressionante, porque você não descobria onde estava costurada depois, <laughs> de tão bem que ela fazia, e mesmo sem enxergar. Então, eu enfiava agulha para ela, essas coisas, e e ela então, conversava muito comigo. Então, a morte dela, que foi inesperada, porque ela foi operada, ãh, ela estava com um sangramento no útero, né, ela foi operada em uma operação relativamente simples, mas ela teve um problema cardíaco na hora da operação e ãh e ela morreu. E outra coisa que era muito impressionante eram os velórios, os enterros do pessoal do sul da Itália. A minha mãe me falou, porque lá no sul da Itália eles têm muita influência árabe, né, os mouros ocuparam o sul da Itália, então que talvez tenha vindo porque os árabes têm esse mesmo costume. que ãh se você não fizer muito escândalo para mostrar o quanto aquela pessoa era importante, é como que se essa pessoa não fosse importante, não tivesse importância o fato dela ter morrido. Então era uma coisa que eu eu me sentia mal mesmo, porque eles gritavam, né? Tinha as carpedeiras, aquelas pessoas que nem eram da família, que vinham lá para chorar e E e então ia a pessoa na frente do caixão e falava Oh, fulana, como eu gostava de você! Como você era boa! E ficava gritando e falando <laughs> E, para mim, aquilo era muito impressionante. E os velórios eram feitos em casa. Então, no velório da da minha avó, né, que foi na casa dela, em cima da mesa, assim, sem de jantar, já foi muito impressionante para mim. essa irmã que ficou com ela quando ela era menina, que o pai voltou para a Itália e tudo, ãh, depois elas tinham uma relação assim meio de amor e ódio, porque, ãh, então, ãh, antes da deve ser da Primeira Grande Guerra, essa Tia Maria foi para a Itália porque tinha morrido o pai e tinha deixado todas aquelas propriedades, e a irmã de lá falou que a Itália não permitia que se mandasse dinheiro para o Brasil. Então essa irmã foi lá para saber como é que eram as coisas e tal, e depois, como estourou a guerra, ela ficou anos lá, ela não pôde voltar, Quando ela voltou, então, ela disse que realmente o dinheiro não podia sair da Itália, os que estavam aqui não tinham direito a nada e não sei o que lá. Mas, a partir daí, <laughs> ela comprou muitas propriedades. Então, a minha avó sempre dizia que ela tinha passado a perna. <laughs> <laughs> Não sei se é verdade ou não. Então, existia assim, uma certa... animosidade entre as duas e tal, e E eu sabia disso, porque eu ia na casa de um, ia na casa de outro, escutava as histórias, tudo isso, né? E nesse dia, ela então chorou bastante, gritou bastante, como eu te amo, como não sei o quê. <laughs> Eu ficava desconfiada, falava, será que é mesmo?

que não é, mas os os enterros eram uma coisa assim muito, ãh, muito traumatizante. Então era uma coisa que eu não queria ir, nunca eu queria ir. E a minha mãe dizia que não, que as crianças precisavam enfrentar a morte desde de pequeno, né. E era contra as ideias do meu pai, porque os italianos do norte são muito, têm uma mentalidade muito diferente dos italianos do sul. Então, tudo que a minha avó ãh... materna era assim, tinha um monte de superstições, um monte de coisa que ela contava, histórias de fantasmas, histórias assim. <laughs> muito interessantes que ela contava. E ela ãh benzia quando a gente... Ela dizia que era malóquio, mau-olhado, né. Então, ela benzia a gente. E meu pai era contra tudo isso. Falava que isso tudo era uma besteira. Aí ele falava, você não deve deixar ela te benzer. Mas era tão interessante que muito cedo E muito cedo eu comecei a distinguir o que era dor de cabeça de outra causa, né, e o que poderia ser esse tal mau - olhado. Então, quando eu saía muito na rua, que não sei o que, que eu achava que eu voltava com dor de cabeça, ela falava, isso é mau-olhado. Então, ela me benzia e passava. E outra dor de cabeça, daí eu tinha que ir pedir um remedinho que o meu pai <laughs> tinha lá. Porque não passava com... <laughs> Então, todos essas esses choques de culturas de um mesmo país, mas que antes da unificação a Itália eram vários países diferentes, muito diferentes mesmo ãh, entre eles, né? Eu sentia na minha casa. E meu pai, então ele sentava a gente, as refeições eram sagradas, os filhos todos tinham que estar presentes, sempre, né. Então na hora que a gente sentava, ele fazia a gente contar o que se passou durante o dia. E daí ele falava ãh... O que você acha disso? Não, fulana falou tal coisa, minha professora falou tal coisa a freira, porque as freiras eram tremendas Ele dizia que a gente tinha que tomar banho de camisola. <laughs> <laughs> Meu pai achava aquilo um absurdo. <laughs> Tinha que usar um maiô, assim, <laughs> parecia um maiô de aqualouco. <laughs>
Mas a ideia de botar vocês nesse colégio?
Foi dele, mas eu acho que ele não imaginou <laughs> que essas freiras eram tão retrógradas, porque ninguém mais usava nada disso. Então, quando eu falava, ele dizia, o que você acha? Aí eu dizia o que eu acho. Daí ele pegava e acrescentava algumas coisas, não sei o quê, e fazia a gente, então, fazer uma crítica da situação, uma autocrítica, quando o problema era envolver a gente, etecetera e tal, e E isso foi maravilhoso para mim, porque eu poderia ter saído assim, com muitos traumas desse colégio de freira. Acho que o único trauma que ficou foi que <laughs> elas diziam que quando um rapaz olha para uma moça assim, fala coisas que não deve, a culpa é da moça. <laughs> Eu até <laughs> desenvolvi uma capacidade Eu eu sou uma pessoa que, se eu estou num lugar que tem várias conversas, eu sou capaz de saber o que... Eu estou conversando aqui, mas sou capaz de saber o que estão conversando ali e ali, porque eu sou muito ligada. E eu desenvolvi uma capacidade de não entender o que as pessoas falavam para mim na rua. <laughs> <laughs> Então, para eu não sentir essa culpa, né? Porque isso é... Aí me mandava eu me confessar. Eu falava, mas eu não tenho que confessar. Você tem que confessar, sim. Conte tudo para o padre <laughs> Bom, então acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante, mas de resto as outras coisas não me marcaram, justamente porque o meu pai ia contrabalançando tudo isso, ia fazendo a gente ver o que estava certo, o que estava errado, qual era o caminho a seguir e tal.
Mas vocês eram como família praticantes, né, iam à missa também? é.
Então, ãh, o que acontece quase sempre, o que acontecia, que agora nem isso acontece mais, o que acontecia nas famílias antigas é que as mulheres eram muito religiosas, né. As mulheres frequentavam... igreja, frequentavam missa, etecetera e tal. E E os pais faziam questão que os filhos fossem, ãh... mas dificilmente iam. Meu pai era uma pessoa que, ãh, nas atitudes dele, na vida dele, mais cristão do que qualquer um que eu conheço. Mas ele dificilmente ia na missa, a não ser que fosse uma missa de sétimo dia, ou um um um batizado, um casamento, uma coisa assim. E... Agora, tanto na família da minha mãe como na família do meu pai, as mulheres eram muito religiosas. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de religião. Tanto é que agora... quinze anos atrás. Eu fiz faculdade de teologia e uma das coisas que atualmente eu mais curto é estudar teologia, dar palestras, dar cursos, porque é uma coisa que eu sempre gostei e que eu estou muito ligada a isso, né. Bom, então, acho que da infância... <laughs> Vamos voltar para aquele ponto que você estava...
Colocando quando você saiu da escola, né, que você abandonou a escola e ficou ali onde você estava comentando. No começo você não gostou, mas quando você saiu, você sentiu falta?
Senti bastante... falta, porque tinha algumas freiras que eram pessoas maravilhosas e que eu me liguei muito a elas e que eu gostava muito do convívio lá com elas.

Então, foi outra mudança enorme na minha vida, né, porque, então, acostumada com um colégio só feminino, eu fui para um colégio misto fazer o curso clássico, ãh... porque... apesar de que meu pai fez questão de me matricular numa classe feminina, <laughs> a gente estava nos recreios, estava nas atividades em comum, estava com os os outros meninos e era uma época em que Eu acho que eu tinha até uma cabeça bem de menina ainda, eu tinha quatorze para quinze anos, mas no corpo eu já era uma mulher, porque eu já tinha a altura que eu tenho e um um corpo de moça, mas apesar de que eu acho que até gostava bastante de brincar e tudo. Mas aí então começaram as paqueras, aquelas coisas todas, mas meu pai era muito rigoroso. Não podia ir a festa nenhuma, a não ser que alguma mãe de amiga minha, que era também conhecida dele, fosse levar, porque minha mãe não ia mesmo. Minha mãe não pedia isso para ela porque ela não ia, né. E, é, então, dificultava ao máximo. Tudo não tinha chegado à hora ainda. Não tinha chegado à hora de determinar das roupas, não, isso ainda não chegou à hora. <laughs> Não tinha chegado à hora de nada. Eu falava, mas eu eu já sou capaz de ãh me portar, mesmo sem vocês. Não, não, ainda não chegou à hora.
Mas a moda também nessa época tinha nos anos cinquenta já tinha mudado daquela sua... das vestimentas, pelo menos, do outro colégio, é.

Mas, ãh, era diferente por causa desse... ãh, imagina,

<laughs> Tinha assim, uma espécie de ceroulas, branca que vinha até a metade da barriga da perna. E depois então, tinha uma saia branca <laughs> ãh pregueada que vinha por cima, mais comprida que isso, <laughs> e uma blusa assim, de manga comprida. Esse era o uniforme de ginástica. <laughs>

Eu acho que eu tinha uns uns cinco anos de idade, eu percebi que o tratamento de meninas e meninos na família era muito diferente. Então, tudo que meu pai falava para para os meus irmãos, isso é coisa de mulher, não sei o quê. Então, eu também não fazia, porque eu falava, eu vou mostrar que ser mulher não é ser menos do que nenhum deles.

Se chorar era coisa de mulher, então eu não chorava. Se ter medo... Eu lembro que eu morria de medo de subir uma escada escura lá, <laughs> que meu pai mandava a gente pegar as coisas lá em cima, porque só lá em cima que a gente podia acender a luz, não tinha ãh plug para acender embaixo. E eu morria de medo da escada... ia fazendo aquele barulho <laughs> assim, e eu falava, não tenho medo nenhum, ia lá em cima buscar as coisas que ele me mandava, e quando ele falava ãh que ter chilique não era coisa de homem, não sei o que, eu também não tinha chilique, e sempre fui boa esportista, e sempre fui boa aluna, porque eu falava, vou mostrar que ser mulher não é isso que ele está pensando, não, né?

que era para eu pôr e ir para a quadra. E era um um calçãozinho, né? Eu <laughs> falei assim, mas não tem uma coisa para pôr por cima? Não, era <laughs> a camiseta e o short, não tem nada para pôr por cima. <laughs> E eu morri de vergonha de sair daquele vestiário, <laughs> vestido daquele jeito, porque eu estava acostumada <laughs>

Era uma vida bem diferente daquela que eu tinha lá no no colégio das freiras. E quando chegou, então, no terceiro ano clássico, Ãh, aí a gente começou a pensar o que que ia fazer depois. Minha mãe era contra que mulher fizesse faculdade, porque mulher tem que casar e ter filho, é besteira, não sei o quê, e E meu pai não, porque como ele achava que eu tinha que ter as mesmas oportunidades que os meus irmãos, o meu irmão mais velho já estava indo na faculdade de engenharia e tal, que ãh eu devia fazer faculdade também. Mas aí ele achava que era uma faculdade de mulher, né? Faculdade de mulher na época era letras e pedagogia só, né? Não tinha outras coisas, né? Línguas, talvez. Aí eu peguei e falei, não, não vou fazer nada disso, vou fazer uma coisa completamente diferente. <laughs> E escolhi fazer Direito. E ele achou um absurdo, não sei o quê, mas ele sabia também que eu era cabeçadura, que eu tinha resolvido e tal. Aí a firma que ele era diretor tinha um departamento jurídico muito grande e ele foi saber lá então quais as melhores faculdades, mais indicadas e tal.

Numa turma de oitenta, tinha cinco, seis no máximo, né?

E, aí meu pai, porque O ensino médio é todo voltado para vestibular, né, mas na época não. Na época, ãh, o ensino médio era bastante puxado, o terceiro ano era muito puxado, e, ãh, meu pai achava que era muito desgastante fazer cursinho e fazer o terceiro ano junto, que eu deixasse para fazer o cursinho no ano seguinte. Mas quando chegou no fim do ano, eu vi que todo mundo lá na minha classe que ia para a faculdade ia prestar vestibular, nem que fosse só para fazer uma experiência, ver como é que era e tal. Então eu falei, eu vou vou prestar também. Aí ele pegou e arrumou uns professores particulares, mas a gente terminava... lá pelo dia dez de dezembro, as aulas, né. Então, foi do dia dez de dezembro à metade de janeiro, que os vestibulares eram em janeiro, né, que eu fiz, tive aula com esses professores aí, ãh, para prestar o vestibular e, para surpresa de todo mundo, eu passei no vestibular. Então... Eu fiz a faculdade, que já foi uma outra também, uma outa mudança enorme da minha vida. Porque aí, então, já... Meu pai já não falava, mas ainda não está na idade. Então, eu já podia ir em bailinhos. Desde do... que eu entrei, eu já fui escolhida para fazer a divulgação do baile dos calouros, divulgação da abertura da do ano jurídico. Então a gente ia nos jornais ãh para dar notícias, fazia reportagens e e teve uma foto lá que <laughs> ficou no centro acadêmico que foi um escândalo, <laughs> porque Eu cruzei a perna, imagina, apareceu o quê? <laughs> Um pedacinho assim, <laughs> que as saias eram compridas, né? Deve ter levantado um pouco, deve ter aparecido um mínimo. <laughs>

E você estava morando...

Atrás ali da igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, ãh, a gente tinha muitos torneios esportivos, a gente participava com outras faculdades, e... e foi um período de muita novidade para mim, né. Mas também que durou pouco, porque no começo do terceiro ano, em março de

Eu acho que comecei a falar, mas não continuei falando. Quando nós Quando eu tinha onze anos, o meu pai construiu uma casa na praia, que era na praia grande ali, ãh, do lado onde tem o forte de Então, era o único período de liberdade que a gente tinha realmente, era quando a gente passava as férias lá. E eram muitas férias, porque a gente ia em dezembro e só voltava no final de fevereiro e depois passava o julho inteiro lá. Aí a minha mãe se revezava com as cunhadas, com as minhas tias, né, e a turma toda. Eu tinha... oito primos de irmãos da minha mãe, né, e nós que éramos três, eram onze crianças, mais os dois filhos da prima da minha mãe, que iam sempre conosco. E depois, então, tinha... Eram umas doze, quinze famílias só que tinha naquele pedaço e todas tinham criança. Então era uma delícia. A gente passava a manhã na praia, nadando. A minha tia Lu ensinou nós todos a nadarmos. Então nós passávamos nadando, jogando vôlei. Os meninos adoravam jogar futebol. E tinha um morro atrás da nossa casa. E esse morro era do Forte. Então a gente não poderia passar lá. Mas a gente já sabia por onde a gente podia ir Várias vezes nós fomos presos <laughs> e levaram a gente lá. <laughs> Depois a mãe e o pai tinham que buscar e tal, porque não podia passar. Mas era uma delícia. Tinha uns uns lugares onde a gente só podia passar com o cipó. A gente se pendurava no cipó e ia de um de um precipício para o outro no cipó. E o outro ficava lá esperando <laughs> chegar para segurar. E daí a gente chegava...

E a gente atravessava e ficava pulando de pedra em pedra <laughs> lá, uma coisa que só criança mesmo, e...

Né, durante a faculdade também?

Já ficou?
E E um tio dele tinha um apartamento lá, ele tinha ido passar o carnaval lá no apartamento.

E já trabalhava, ele trabalhava no escritório ãh do irmão dele, que era um dos maiores ãh calculistas de concreto do Brasil. E era a época que estava sendo construída Brasília, então eles tinham muito, muito trabalho. O Renato, às vezes, até dia de sábado trabalhava e tal. Então, não podia estar indo comigo nesses lugares. Eu já não sentia mais tanta vontade. Nos torneios, eu continuei participando e indo, mas nos bailes, nas festas, já ia bem menos. Quando eu estava no quinto ano, nós casamos. Na época, eu costumava casar no civil num dia e no religioso no outro dia. Então, eu casei no civil no dia primeiro de julho de sessenta E no dia dois, eu casei na igreja, na igreja de São Domingos. Uma cerimônia muito muito bonita.

Quando eu me formei, eu já estava grávida do meu filho mais velho, do Carlos. E depois, em quatro anos, eu tive três filhos.

Então, eu não comecei a trabalhar. E sempre eu falava, a hora que o Roberto entrar na pré-escola, eu vou começar a trabalhar.

E o Renato, hoje ele nega isso, ele diz que não é verdade, <laughs> que ele nunca me proibiu. Não, ele não me proibiu mesmo, porque ele sabia que se ele me proibisse, <laughs> aí que eu ia mesmo. Mas ele ficava me aconselhando, as crianças são tão pequenas, precisam tanto de você ainda, seria melhor que você não começasse a trabalhar e tal.

Você, ah... quando...

E aí ele falou assim, quando vocês ficarem noivos, eu já vou pedir o apartamento, porque o apartamento estava alugado. Aí, quando nós ficamos noivos, ele pediu o apartamento e o cara, que se dizia muito amigo dele, falou assim, ah, eu já estou procurando, o senhor fique calmo que eu já estou procurando. Só que nós casamos e o cara não tinha saído de lá ainda, daí meu sogro não queria entrar com... processo de despejo, porque era amigo dele, mas depois, no fim, teve que entrar, né, até que o cara saiu e tal. Então, nós casamos e acabei que nós fomos morar na casa dos meus pais, que tinha lá o meu quarto e tal. Minha irmã falou, até melhor, você ainda está na faculdade, assim, você não perde ano, não sei o quê, não sei o quê lá. Nós fomos morar lá. Aí, depois, quando o apartamento saiu, precisamos fazer a reforma no apartamento e tal, quando o apartamento ficou pronto, eu estava para dar à luz já. Então, minha mãe falou, deixa o Carlos nascer, depois vocês vão para lá.

É, então... Quando eu disse que o Roberto entrou na pré-escola, ãh, aí eu pedi ajuda para o meu pai, porque justamente a firma dele tinha um um departamento jurídico muito grande, com muitos advogados, muitos estagiários e tal, e se não fosse lá, ãh, o pessoal de lá poderia indicar um outro lugar e tal. Mas eu não sei se se o Renato comentou com o meu pai <laughs> que não queria que eu trabalhasse, ou se o meu pai também não queria que eu trabalhasse. O meu pai ãh não arrumou nada para mim e dificultou o máximo. E, ãh, isso, já nós estamos E no começo da década de setenta, em setenta e um, eu comecei a fazer parte de um movimento de espiritualidade conjugal que chama Equipes de Nossa Senhora. É um movimento mundial que hoje tem todos os países, ãh, mesmo nos países do Oriente, o movimento da Igreja Católica, ãh que a gente forme equipes com seis, sete casais e um conselheiro espiritual, que geralmente é um padre, né, e que ãh para nós, para mim, para o Renato, foi uma coisa muito importante. Primeiro porque, como eu falei, eu sempre fui ligada nessa questão de de religião, de espiritualidade, e o Renato não era nada ligado a isso. Então, havia certas dificuldades minhas ãh por causa dele não entender essa minha necessidade de espiritualidade. E, em segundo lugar, porque eram todos ãh casais jovens, com filhos pequenos, e nós pertencemos a essa equipe até hoje. Então, a gente ãh foi se ajudando mutuamente em todas as etapas da nossa vida. Sempre acontecia um problema primeiro com um, né, que já nos preparava para os outros problemas que viriam fatalmente para todos os outros.
Desde lá até agora estão com a mesma equipe.
Os casais foram se renovando, ãh, duas estão viúvas já, e são dois casais... três casais daquela época e hoje tem mais dois casais novos, né, que foram entrando depois, mas que já estão há algum tempo também. Então, até ãh nessa última reunião, um dos maridos estava contando que tinha tido um desastre com o carro, e que ele ficou tão impressionado porque, ãh... na hora, ele viu que ele ia bater, ele estava devagar, mas ele viu que ia bater, e que ele procurou o breque e não encontrou. Ele falou, eu decidi que eu não vou mais dirigir, <laughs> porque alguma coisa aconteceu. <laughs> Como é que eu, que dirijo há quarenta anos, de repente não sei onde está o breque, né? E, então, eu até contei para ele que o meu pai tomou essa decisão uma vez, depois de um desastre que ele teve na Dutra, e que ãh... e que era uma coisa que ele estava começando um processo que fatalmente nós todos iríamos passar também, né, como já tantas vezes aconteceu em outros setores. Porque chegam... Vão chegando as limitações e a gente vai tendo que enfrentá-las. Então, ãh... quando foi essa época que o Roberto tinha começado a ir para a escola, etc., um dos maridos da equipe, o Antônio Galvão, que chegou numa reunião e falou assim, eu acabo de ser eleito presidente de uma creche falida, eu estou precisando desesperadamente de ajuda.

E, apesar dele ter dito que era uma creche falida, eu não estava preparada para o que eu encontrei. Era um dia que chovia muito. Eu cheguei na casa, que era uma casa velha, caindo aos pedaços. Chovia mais dentro de casa do que fora. Tinha, assim, balde, bacia, pano para todo lado. Tinha goteira para todo lado. Eram poucas crianças. Eu acho que eram doze crianças. as crianças todas ãh ãh raquíticas, ãh ãh ãh com doenças de pele, assim, sarna, dessas de fazer chaga, e a a orelha que descola aqui, piolho, <laughs> que passeavam pela cabeça, você vê ele pulando de um lado para o outro. toda cheia de verminoses, de mil coisas, a casa num estado deplorável. faltava comida, faltava tudo que vocês possam imaginar. E a falta maior que ele sentiu mesmo era a falta afetiva. Então, chegava uma pessoa lá, ela queria ir para o colo, ela queria abraço, queria beijo. <laughs> Meu marido sempre foi um chato com esse negócio de desinfeta isso, desinfeta aquilo, flamba não sei o quê. Eu falava, meu Deus, eu vou levar tudo isso para a minha casa, <laughs> Como que eu estou lá e elas querem vir no meu colo, eu não vou pegá-las no colo, não vou abraçar, não vou beijar, né? A hora que eu saí de lá, eu entrei no carro e andei um pouco, porque eu queria sair de frente lá da creche, mas sem condição de dirigir. Eu tremia tanto, chorava tanto, aí eu falei, eu falei, não volto, não volto nunca mais. Não só voltei na semana seguinte, <laughs> como continuo voltando por trinta e dois anos. Porque aí eu pensei bem, né, ãh... um emprego no ramo do direito, ou qualquer coisa assim, Eu podia arrumar, assim como muitos outros advogados estavam querendo arrumar. Em qualquer outro ramo também eu poderia arrumar, né, porque uma pessoa formada em uma faculdade, uma boa faculdade, que tinha feito bons colégios e que falava ãh duas, três línguas, podia muito bem arrumar. Agora, alguém que quisesse tomar conta de uma creche daquelas, não ia arrumar. Então eu resolvi que essa era a grande missão da minha vida. E eu acho que não me arrependo. E Então a gente começou primeiro regularizando a situação, porque a a creche não era registrada, não tinha qualquer documentação, então não recebia qualquer verba ãh pública.

E ãh... a creche ficou na mão de duas empregadas domésticas que ajudavam ela, que eram mãe de crianças lá da creche. E aquelas pessoas que davam algum dinheiro, davam algum mantimento, alguma coisa, vendo que a freira não estava mais lá e que essas coitadas... Uma era completamente desequilibrada, a gente teve que interná-la mesmo num num sanatório. Então, vendo essa bagunça toda, ninguém mais ajudava. Por isso que a creche estava naquele estado. E, a creche não tinha mais prato, talher, nada. A pouca comida que elas conseguiam, elas põem na mão da criança mesmo e a criança põe na boca e pronto. Era uma situação realmente ãh terrível.

Eu estou, então, tratando de fazer a memória da creche, e a gente conhecia muito pouco da Madre Camila, porque a gente não conheceu ela, né? E eu fui atrás de um artigo de um jornal, Última Hora, que nós sabíamos que tinham feito uma reportagem com ela, mas não tinha, nunca teve lá na creche a cópia desse artigo. E, recentemente, eu consegui encontrar no arquivo do Estado. Foi uma emoção enorme, porque aí ela contava, desde que ela nasceu numa província de Cômola, na Itália, como que ela veio parar aqui no Brasil. Ela como, veio na época da guerra e começou a fazer um trabalho com as famílias carentes. E quando chegou no fim da década de quarenta, ãh... as freiras deram por encerrada a missão delas aqui no Brasil e voltaram para a Itália, e ela não quis voltar. Ela falou, não, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é muito importante, eu não vou embora para a Itália. Então, elas disseram, você tem que sair da ordem, você não pode permanecer aqui. Uma mulher que tinha já quarenta e tantos anos, tinha sido freira a vida toda, né, desde mocinha, ãh, sem uma formação profissional, sem parentes, sem amigos aqui, sem um tostão no bolso, Ficou aqui, ela foi ser empregada doméstica, porque era o único jeito dela se se manter, né? E depois, assim que ela pôde, ela começou uma casa com crianças. Então, o que ela conta nessa reportagem é que muitos eram órfãos. Eu não sei se vieram parar na mão dela oficialmente ou não, não sei. Muitos eram órfãos e outros tinham pai e mãe, mas que não podiam cuidar das crianças, né? E ela que cuidava. Então, na época que a gente chegou lá, ãh ãh essas crianças todas, porque eu imagino que se é que tinham órfãos quando aconteceu o derrame dela, ãh a assistente social deve ter ido buscar e levado. Os que estavam lá tinham mães, todos tinham mãe. mas mães que eram empregadas domésticas, que moravam na casa dos patrões e que os patrões não queriam a criança. As que puderam tirar, tiraram, porque naquela situação ninguém queria que o filho ficasse lá. Mas as que não puderam tirar, deixaram as crianças lá. Então, a gente começou mesmo ãh com a saúde das crianças, né, tratando desses problemas delas todos e fazendo conserto na casa.

Eu até descobri pela telefônica um telefone

Mas a gente não consegue falar. Ou ela está viajando, alguma coisa assim, porque a gente já telefonou mil vezes, em todos os horários, não conseguimos falar com ela. Mas eu conheci essa senhora porque então ela ãh continuou cedendo a casa para nós por uns dois ou três anos. Depois ela separou do marido e a casa ficou para ela e ela precisava do dinheiro. Então ela falou, se vocês quiserem comprar a casa, eu faço várias assim, prestações, etecetera., mas senão vou ter que vender para outra pessoa. E nós acabamos comprando essa casa com um sacrifício enorme. Até milagre aconteceu aí, porque numa das prestações, a gente já tinha até o dinheiro da prestação, mas ãh mandou um funcionário embora, ele nos levou na justiça, a gente acabou... perdendo e o dinheiro que estava reservado para isso foi ãh para esse processo trabalhista e não tinha. Depois eu soube até que isso é ilegal, ela não podia ter posto essa cláusula no contrato de que se a gente não pagasse uma das prestações a gente perdia tudo que tinha ãh já dado, não é? mas na ocasião eu não fiquei atenta a isso e a gente ficou muito apavorado que a gente já tinha pago Quase tudo, acho que eram dez prestações e nós já tínhamos pago sete prestações, essa seria a oitava, né, e ... E então chegou o dia que era o prazo final da gente dar o dinheiro e nós não tínhamos esse dinheiro. Aí a Naifa, que era administradora da creche na época, foi quem abria a creche de manhã, abriu a creche e viu que embaixo da porta tinha um envelope que tinham jogado por baixo da porta. Na hora que ela abriu o envelope, era exatamente o dinheiro que nós precisávamos para pagar a prestação, sendo que nunca nós soubemos quem tinha dado esse dinheiro, nunca descobrimos. A pessoa sabia, <laughs> evidentemente, porque era exatamente a quantia, né, mas nunca se identificou, nós nunca soubemos quem tinha dado. E assim como esse que eu estou falando, aconteceu muita coisa lá. Eu sempre falo que o solo lá é sagrado, porque Deus sempre esteve presente lá. Mas <laughs> ele acha que ele faz a parte dele, mas que a nossa parte somos nós que temos que fazer. <laughs> E olha que não tem sido fácil. Aí a gente regularizou toda a situação, etc. Começamos a ter verba da prefeitura, um um per capita. Então era a Secretaria da Promoção Social que era ligada às creches. Mas era começo também para a prefeitura, porque só nessa década de setenta que começaram a ter creches particulares conveniadas com com a prefeitura. Então ninguém sabia como, ãh, devia funcionar uma creche. E a nossa lá é um depósito de criança. Então, depois que você parou aquela febre de levar as crianças no médico, arrumar aqui, arrumar lá, não sei o quê, que a gente começou a ter um funcionamento regular, eu chegava lá, as crianças se matando umas às outras, né, brigando, porque não tinham uma atividade programada, nem de lazer, quanto mais pedagógica. Então, eu falei, não, não pode ser assim, né. E eu tinha uma prima... que era pedagoga, já tinha trabalhado em escola, mas tinha casado e tinha parado de trabalhar.

Fui lá e falei, não, Sônia, nós estamos precisando de você. Então, nós fomos pioneiros em muitas coisas. Essa foi uma. Foi a primeira creche particular de São Paulo que introduziu um programa pedagógico e recreativo com as crianças. Então a gente precisou contratar mais funcionários e a grande dificuldade que nós tivemos durante muitos anos é que não tem um funcionário para ãh... trabalhar com criança de creche. Então, a gente precisava preparar esses funcionários. Então, nisso, nós nós também fomos pioneiros. A gente ãh... resolveu que um dia no mês Nós íamos parar, né, as crianças não viriam, para a gente poder fazer a formação dos funcionários e discutir os problemas. Quando nós informamos à secretaria que nós íamos fazer isso, eles acharam um absurdo e falaram que de jeito nenhum, o primordial é o atendimento das crianças, vamos parar de atender as crianças. Eu falei, mas é para o bem das crianças, porque se a gente continuar se atropelando sem fazer uma... uma uma avaliação do que nós estamos fazendo. E sem fazer formação com esses funcionários, a gente não vai atender direito. Aí as técnicas da secretaria vieram, viram o que nós fizemos e depois, então, introduziram nas outras creches essa parada mensal. E assim foi, de conquista em conquista, quando a gente já estava ãh trabalhando há dez anos com criança pequena, de dois a sete anos, a gente começou a pensar que parte do trabalho que a gente fazia era perdido quando a criança ia embora para a escola e depois passava outro período na rua, né. Quase todas são faveladas.
Mas elas não ficavam, quanto tempo elas ficavam? Não,
Não, elas ficavam até os sete anos, mas quando os sete anos entravam na escola, aí depois ficava um período na escola e outro período na rua. Então, que seria interessante a gente fazer um núcleo, onde, para crianças de sete a quatorze anos, onde elas pudessem vir depois da escola fazer lição, etc. Aí começou a luta para conseguirmos um terreno. Aí a gente soube de um terreno da prefeitura, que era lá pertinho, que estava desocupado. Pedimos o uso do terreno. Tinha já seis processos de pedido de uso daquele mesmo terreno. Nós acabamos vencendo, mas foi uma luta que demorou mais de dois anos. Aí depois toda aquela batalha para conseguir construir, né? E faz bingo, e faz feijoada, <laughs> e faz não sei o que, passa livro de ouro, e faz pedido para pessoas que a gente sabia que podiam dar, etc. Vocês estavam sozinhas, assim?
Não tinha nenhuma outra organização?
Não, só nós. Aí a gente conseguiu construir um um o prédio e quando nós começamos a construção do prédio, a gente já fez um pedido ãh para a prefeitura para um convênio para crianças de sete a quatorze anos. Nós acabamos a construção do prédio depois de dois anos ãh e o convênio não tinha saído. E aí começou um negócio de tentar invadir o prédio, quebraram vidros, houve uma série de problemas. Aí eu falei, nós vamos ter que ocupar esse prédio. Aí resolvemos, vamos levar as crianças pequenas para lá, enquanto a gente faz uma reforma no no outro prédio antigo. Levamos as crianças pequenas para lá e daí depois acabou saindo convênio, <laughs> o outro pé estava em reforma e aquele já estava ocupado pelos pequenos. <laughs> Conseguimos trazer os pequenos de volta e e começamos lá. Mas, infelizmente, foi uma coisa que não deu certo. Nós trabalhamos cinco anos com essas crianças. A prefeitura paga menos para o que chamava Centro da Juventude, hoje chama Núcleo Socioeducativo, menos para esses mais velhos do que para os pequenos. Eles comem muito mais e eles têm necessidade de outras coisas além de um reforço escolar. Então, eles têm muita energia demais para gastar, precisaria ter esporte, atividade esportiva, precisava ter oficinas, né, que ocupassem eles, etc. O dinheiro da prefeitura não dava muito, pelo contrário, a gente usava muitas vezes o dinheiro da creche para completar lá, porque nunca dava. A gente procurou tudo quanto era pessoas políticos, militares, porque tem um quartel lá perto, tudo que a gente podia, não conseguimos a ajuda. Chegamos na hora de fazer um balanço ãh, a gente começou a atender crianças lá em oitenta até noventa e dois, ãh... Aí a gente fez um um balanço no fim de ano e viu que a gente não estava atingindo nenhum dos nossos objetivos, muito pelo contrário. As crianças estavam muito agressivas, elas brigavam muito umas com as outras, agrediam até os funcionários, os os adultos, depredavam o prédio, destruíam equipamentos, porque não tinha atividade suficiente para eles.
E quantas eram? crianças. De sete a quatorze? é.
Então, a gente teve que ãh cindir o convênio com a prefeitura para essa faixa etária, mas a gente tinha o prédio, tinha os funcionários, tinha equipamento, e estávamos funcionando muito bem como creche. Eu falei, então vamos. por outro núcleo de creche. Então, a gente pediu um adiantamento para mais cem crianças de dois a sete anos, e começamos, então, a atender essas crianças. Aí, como eu já falei, uma coisa que sempre eu senti falta e que eu procurei desde que eu comecei lá na creche, era um curso de formação específico para funcionários de creche.

E aí eles falaram, você conhece o Avisalá? Eu falei, nã Ele falou, é uma ongui que dá formação para funcionários de creche. Então, ãh... lá eles tratam de todas as partes, né, psicológica, pedagógica, administrativa, Aí eu fui procurar, a gente levou mais ou menos uns dois anos em tratativas, porque é um curso bem caro, custou cem ãh mil por ano, e é dois anos e meio de curso, e depois ainda a gente teve mais um ano de uma pós-graduação, <laughs> vamos dizer.

Vocês fizeram todas.
Nós fizemos com todos os funcionários, isso foi importantíssimo. porque desde as as faxineiras que acabou o curso, elas podiam trabalhar em qualquer hospital no Einstein, porque sabe todos os procedimentos de higiene, porque a gente fica numa coisa assim meia caseira, como você faz na sua casa, você acha que ãh pode fazer lá, que era o que a gente fazia. Mas é muito diferente. Uma casa tem meia dúzia de pessoas, todas mais ou menos da mesma família, <laughs> com os mesmos germes, etecetera. E lá, que é uma quantidade muito grande de pessoas que circulam e tal, então, pela graça de Deus, nunca aconteceu uma epidemia, alguma coisa assim, mas poderia ter acontecido. Depois, as cozinheiras, a parte de alimentação ãh foi fantástica. Essa parte pedagógica... do aprender brincando. As crianças eram alfabetizadas no pré, né? Aprendiam brincando. Nossa época de ter que decorar as coisas bem mais, aquelas coisas que é tão chata. Não, as crianças aprendiam através do primeiro A primeira coisa que elas escreviam era o nome delas, né? A partir do nome, elas vão criando hipóteses de... de escrita e de leitura que são interessantíssimas, <laughs> sabe?

Você manda ela escrever, por exemplo, elefante, Então, elefante é um bicho grande, né? Então, deve ser uma palavra bem grande. Então, elas vão repetindo aquelas letras que elas já sabem, assim, de montão, porque o elefante deve ser assim, mais ou menos, e depois elas leem, né? Ali onde está escrito, elas leem. <laughs> Agora, uma barata deve ser uma coisa bem pequena, <laughs> assim, a palavrinha deve ser pequena. <laughs> Então, é muito interessante a forma como elas vão se divertindo e aprendendo. Então, a gente estava fazendo realmente um ótimo trabalho com crianças de sete, de dois a sete anos, né, porque a criança saía quase todas alfabetizadas, já do pré, né, ãh, com hábitos de higiene e saúde já criados, Porque quem mora numa favela, etecetera., tem dificuldade de banheiro, tem dificuldade de tudo. Então, se não curtir muito, ãh, o tomar o seu banho, escovar o seu dente, a fazer higiene das mãos antes de comer, etecetera., esses hábitos vão sendo deixados de lado. Elas já saíam com esses hábitos bem assegurados, ãh... comiam. se serviam no self-service ãh com o prato de vidro, se serviam de tudo, porque aprenderam a gostar de salada, de tudo, né? Se serviam de tudo, se sentavam na mesa de garfo e faca. As pessoas que iam lá ficavam assim, admiradas de ver, porque realmente é uma graça. E sabendo respeitar outras crianças, respeitar os adultos, respeitar a natureza, na creche ãh velha, na sede, nós temos duas jabuticabeiras que já existiam quando a gente comprou a casa, né, que a gente faz questão de preservar. Nós construímos um prédio novo, mas aquelas jabuticabeiras estão lá. A forma como elas ãh sabem lidar com a árvore, é só colher os frutos quando eles já estão maduros e tudo direitinho, é uma beleza da gente ver, né, e ... E assim, uma sede de saber. Porque, então, né, o método é você ter livros em cada sala, desde que elas são pequenininhas. Elas vão, mesmo as pequenas que não sabem ler, já sabem a história, porque a professora lê as histórias para elas. Chegar lá e elas fazem que elas estão lendo para você, porque elas já sabem. Olha, tinha aqui a conta assim, assim, assim, assado, né. Então, a gente estava fazendo um trabalho muito bom. Quando nós estamos todos preparados para atender essa essa faixa dos dois a sete anos, agora nós estamos ligados à Secretaria da Educação. Fazemos parte do sistema educacional da prefeitura de São Paulo, etecetera e tal. Dinheiro que chega é pouco, mas as exigências são muitas, inclusive que a gente tem que mudar a faixa etária. Então, a gente vai... ãh... Agora nós estamos atendendo até os quatro anos, mas até o ano que vem a gente só vai atender berçário de zero até dois anos e onze meses. Eles fizeram uma reestruturação em que as creches, ãh, só trabalham com essa faixa etária, depois dos três aos cinco anos e onze meses eles vão para os e dos seis em diante eles vão para a escola, porque agora então o que eles chamam de primeiro ano, que não deixa de ser o pré, porque o currículo é do pré, mas eles chamam de primeiro ano, ãh, já faz parte do curso elementar.
Que eles agora, o que eram creches para eles, eles reduziram a faixa etária e chamaram de CEI, o Centro de Educação Infantil, é mais ou menos isso, é.
Então, os EMEIs, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil, são os que atendem de três até E não existem EMEIs suficientes. As crianças que saíram da creche no ano passado para ir para o EMEI são atendidas quatro horas por dia. Elas eles passavam o dia inteirinho lá na creche. Então, tinham alimentação, ãh, higiene, toda a parte pedagógica e tudo isso. Agora, eles dividiram. Como são poucos EMEIs, um EMEI atende das sete às onze. depois das onze às três e das três às sete. Então, a criança só passa essas quatro horas em sala de aula, uma criança de três anos, né, que a gente lutou muito para fazer as reformas todas lá na creche, para ter um bom pátio, porque criança pequena precisa ficar fora, pátio, brincando mesmo, né. Então, elas passam as quatro horas dentro de sala de aula e não serve refeição nenhuma, só lanche, Porque as que saem às onze, presume-se que almoçam em casa. As que entram às onze, presume-se que já têm almoçado em casa. E as que saem às sete da noite, jantam em casa. <laughs> Então, realmente, eu, pode ser que depois de tudo estruturado, quando tiver e-mails funcionando o dia inteiro para todas as crianças, que a coisa realmente vá bem. Não digo que é impossível, mas atualmente ãh a coisa não vai bem. E nós, então, começamos este ano duas salas piloto de berçário, A gente não pegou os pequenininhos, porque eu morro de medo <laughs> de criança muito novinha, né. Porque precisa ter gente muito especializada, né.
Outra formação também, né?
É. Então, nós pegamos crianças de um ano, né. Então, nós estamos com duas salas, com dezoito, são nove e nove, ãh, dezoito crianças de um a dois anos. E a gente está fazendo agora novos cursos, em uma ongui chamada Criança é Vida. para poder, então, ãh, fazer a formação em em berçário, né. E E vai ser uma nova etapa a ser vencida.
E agora, então, só para me atualizar, agora, antes de começar essa nova fase e tal, como é que estava a Madre Camila? A Madre Camila tinha esse que era no Jaguaré?
Os dois são no Jaguaré. Os dois são no Jaguaré. Então, um é na Frei Paulo de Sorocaba,

Então, são crianças de dois
Quantas que

Bacana. <laughs> E os seus filhos? Só para a gente voltar então um pouco para essa vida pessoal. <laughs>

Depois, ãh, começou o balé e judô, que era depois. Então eu passava muito tempo levando de lá para cá.

Que era pastoral da saúde, que eu faço também até hoje. Mas que realmente eu só consigo fazer porque eu tenho a creche. Porque criança é tudo que é de vida, de esperança, de coisa boa que vem pela frente. E eu faço um trabalho com velhinhos. que eu visito eles em casa, né, são os que não podem mais sair de casa. Então a gente vai para conversar, para levar notícias ãh da comunidade, eu leio o evangelho e e e dou a comunhão. que eram pessoas que frequentavam a paróquia antes, né, que agora não podem mais. Então, ãh, é um trabalho que é triste, porque vira e mexe, você chega, morreu um, e de pessoas assim que já estão muito limitadas e tudo, mas elas ficam tão felizes quando a gente vai. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, que é lá nos Jardins, Todo mundo falava para mim, ah, mas eles são velhos ricos, eles não precisam, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, <laughs> porque eu não vou levar presente para eles, nem cesta básica, <laughs> nem nada disso. <laughs> O que eu vou levar é alguma coisa que eles não têm, que eles pediram, porque eles sempre parte da pessoa, a pessoa que pede. A gente não vai lá sem que a pessoa tenha convidado, né. Ãh, e o que a gente percebeu, é que ãh eles não têm com quem conversar, nem quando eles não moram sozinhos, quando eles moram com outras pessoas. Mas as pessoas são muito ocupadas, cada um tem a sua ãh ocupação, e acha que é muito repetitivo, sempre fala a mesma coisa, então não vale a pena escutar, tal. Então, quando eu fui, que a minha amiga falou assim... Vai ser ótimo para nós, porque primeiro vai nos preparar para quando a gente chegar a ficar velha. E isso não prepara, <laughs> porque eu acho que não estou preparada até hoje. Já há vinte e cinco anos que eu faço esse trabalho, e, ãh... E outra coisa, ela falou assim, eu falei assim, o que a gente vai falar com eles? Não sei o quê que a gente fala com eles. Aí ela falou, a gente não precisa falar nada, elas que vão querer falar com a gente. E é verdade, elas falam sem parar, porque daí quer contar para gente tudo que os outros não deixam elas contarem e que elas querem falar e tudo, né? E depois, então, a gente faz um comentário do evangelho com elas e dá comunhão. Elas ficam tão agradecidas e pedem tanto, tanto, tanto que a gente volte, que a gente se sente recompensada por estar fazendo isso. E aí depois os meus filhos foram crescendo, lindos e fortes, e foram entrando em faculdade.

E ele é formado nas duas faculdades, mas trabalhou muito pouco como engenheiro.

Mas depois ele preferiu trabalhar em administração, marketing, e ele trabalhou em várias multinacionais, ele inclusive foi para os Estados Unidos e viveu lá com a família, porque logo depois de formado ele casou,

Eles foram morar lá, moraram ãh sete anos lá. Voltaram esse ano, eles estão no Brasil outra vez. Com a graça de Deus. <laughs> Sentia muita falta e não via esses meninos crescendo. Hoje, o mais velho ãh tem treze para quatorze anos, já está um adolescente. Isso eu senti, porque a gente via duas vezes por ano.

<laughs> Todos são gracinhas, são crianças lindas. Trouxe até a foto aí para vocês verem. <laughs>

Você acha que é melhor eu terminar? Daí depois você me faz as perguntas, né, né.

Mas a minha intenção era ter uma casa lá para ir passar fim de semana, férias.

Mas depois a casa lá foi assaltada duas vezes, aí o meu marido falou, não, ou nós vamos para lá ou nós vendemos a casa, porque não dá, cada vez que a gente chega lá, até a geladeira, tudo tinha levado embora, né? Aí nós acabamos vendendo o apartamento aqui e fomos morar lá, já nove anos. Então, conforme eles foram saindo, foram casando, etc., eu resolvi que eu ia fazer outra faculdade.

E foi uma coisa ótima para mim, né, de voltar outra vez para banco escolar mesmo, estudo, professor, prova, e e num assunto que eu sempre gostei muito. E... Aí depois de formada, o diretor da faculdade, que era professor de moral, ãh, me convidou. Eu dei aula lá, acho que três anos. Mas depois, quando eles estavam para mudar para para o Alto de Ipiranga e eu morando na Cantareira, e nesse horário de oito horas da manhã que eu tinha que chegar na faculdade, eu tinha que sair três horas antes, ãh, foi ficando assim, muito inviável para mim. Então eu continuo dando curso em paróquia, na Liga das Senhoras Católicas, dando palestra no movimento das equipes mesmo, em todo lugar que me chamam. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, esses cursos todos de formação que foram feitos na creche, foram cursos todos que eu acompanhei e acompanhei em todas as áreas. Eu fazia principalmente o de administração, mas eu acompanhei na área pedagógica e na área de higiene e saúde também. E agora estou fazendo também esse curso para, de berçário, né, na Criança é Vida, porque... Uma coisa que eu percebi é que é muito importante, ãh, ter uma pessoa que fique de ponte entre o funcionamento da creche, ãh... as reivindicações dos funcionários e a diretoria. Porque a diretoria fica muito alienada de todas as as reais necessidades. E se então não tem uma pessoa que explique, não, esse dinheiro é importante ser gasto nesse projeto por causa disso, daquilo, daquele outro, como o dinheiro é sempre muito curto, eles acabam achando que não vale a pena ãh ãh gastar esse dinheiro lá, né? Então, ãh, eu sempre fiz questão de fazer os cursos e estar por dentro das reais necessidades pedagógicas da creche para eu poder fazer, ãh, essa ponte, levar para os diretores e como uma diretora, porque é muito diferente, eles recebem muito diferente se é uma funcionária que está reivindicando ou se é alguém da diretoria, que não tem nenhum interesse naquilo, a não ser o bom funcionamento mesmo ãh da creche, né. Então, eu sempre gostei muito de todo esse processo educacional que já mudou demais, né? Vai mudando sempre, né? e... e... E a valorização da pré-escola que está sendo feita agora, que nunca foi feita, mas justamente, então, não é de todo mal essa mudança toda que a gente estava falando, porque o que acontecia, assim como tinha creches como a nossa, que eram capazes de alfabetizar as crianças no pré, então a criança chegava no primeiro ano já alfabetizada e podendo, então, acompanhar o currículo do primeiro ano tinha muita criança que chegava sem noção então ela não conseguia acompanhar e daí as repetências todas, né, então nessa modificação que eles fizeram a criança mesmo que ela venha sem noção, ela quando entra na escola é a hora dela aprender as primeiras letras mesmo aprender a a ler a escrever, então todas vão aprender junto, então todas vão ter mais oportunidade de seguir sem repetências, né, porque mesmo sendo que o sistema é de não repetir, não adianta porque você passa sem saber. Então uma hora você vai ter que repetir, porque você não conseguiu acompanhar mesmo, né. Então, ãh, em todos esses esses campos, tanto na família, que hoje eu curto demais os meus netos, é como que se a gente tivesse tendo a última oportunidade, de ter crianças, de brincar com crianças e de amar essas crianças. Então, eu curto demais os meus netos, e a minha família, o meu marido, que agora estamos outra vez só eu e ele. Assim como, ãh, curto muito o trabalho que eu faço na creche, o trabalho que eu faço com os velhinhos e o trabalho em teologia. Então, não foi uma vida assim tão inaproveitada, <laughs> apesar de ser uma vida comum, né.
está sendo. E, bem, a gente está chegando ao fim mesmo. Vocês querem fazer uma pergunta, uma a mais? Não, então

Não, acho que não.

que você vê o que você pensou de dar a entrevista, de falar...
Então, até eu estava falando com ele que, ãh, nesses últimos dias, né, porque quando eu comecei esse processo, não achei que eu ia fazer um depoimento da minha vida pessoal. Aí, quando eu soube que eu ia fazer, ãh, então é com que eu fui fazendo um balanço da minha vida nesses últimos dias. E foi, assim, bem interessante, porque você vai lembrando de coisas que... Você já não lembrava mais, valorizando algumas coisas que você deixou passar, e Eu achei bem interessante.

Baca

Eu que agradeço. Muito interessante esse trabalho de vocês.

E... e hoje então nós vamos conversar sobre a sua família, enfim, a família que você constituiu ao longo da vida. é... Você é casada? Eu sou casada.

Ele foi todo gentil e atencioso com as três. Eu, no momento, <laughs> não percebi em quem ele estava interessado. Depois, na segunda e na terça-feira de carnaval, a gente fez um monte de coisas juntos. Foi à praia, foi desfile de carnaval, baile de carnaval.

E aí logo Ana Maria, que eu achava que era com ela, <laughs> pegou e deu logo o telefone. Daí a Mara também deu o telefone e ele falou, olha, como eu estou sem lápis,

Aí eu comecei a descobrir que a coisa era comigo. <laughs>

E aí a gente marcou para sair no fim de semana e depois disso nunca mais a gente separou, são quaren quarenta e sete anos desde que eu conheci, né. <coughs> casou Eu me casei em sessenta e quatro, porque no ano seguinte, então sessenta e três, né, nas férias de verão, eu fui fazer uma viagem com a minha tia Carmen, uns amigos dela, e a gente sofreu um desastre muito grande.

Aí que eu achei que a coisa era mais séria, <laughs> porque até então ele nunca tinha falado de qualquer outro compromisso, a gente só estava namorando mesmo e tal, né. Aí eu tinha uma amiga que falava assim, <laughs> você não sabe cozinhar, <laughs> não sabe lavar, passar, <laughs> arrumar, <laughs> eu acho que ele não vai te pedir em casamento. Mas pediu, <laughs> e... Então, a gente ficou noivo dia sete de setembro de sessenta e três e dia dois Você lembra do casamento? Demais. <laughs> Isso a gente nunca esquece, né <coughs> Naquela época, costumava casar um dia no civil e outro dia no religioso. Então, dia primeiro de julho, a gente casou no civil. E, inclusive, teve toda uma uma polêmica lá entre meu pai e a minha mãe, porque a minha mãe tem uma família enorme. E ela queria, então, fazer uma festona, convidar todo mundo, porque eu sou a única filha mulher. E aí, então, o meu pai falou assim, <coughs> a gente vai gastar um dinheirão com gente para dar de comer para gente que não tem fome. Será que não era melhor a gente destinar esse dinheiro para instituições de caridade, outras pessoas, fazer uma festa menor só para as pessoas mais íntimas e tal? Aí eles primeiro discutiram bastante, <laughs> aí resolveram perguntar a nossa opinião. <laughs> Eu falei, não, eu acho que seria melhor mesmo fazer uma coisa mais íntima com quem realmente está interessado no nosso casamento, porque pessoas que acompanharam a nossa vida desde criança e tal, né? Então, foi feito desse jeito. No dia do casamento civil, que foi em casa, aí teve uma festa para umas sessenta pessoas, mais ou menos, e depois, no dia seguinte, nós casamos na igreja de São Domingos. e então só teve um bolo com champanhe mesmo, uma coisa mais simples para todo mundo, aham. <coughs> E depois nós saímos então em lua de mel, ãh, nós fomos, ãh, percorrendo...

Aí nós fomos até lá fazer uma visita para ela e tal.

E depois ãh, voltamos.

Mas ele não conseguiu tirar o inquilino. Então, a gente casou ainda, o cara estava morando lá no apartamento. Aí a minha mãe falou, não, vocês vêm morar aqui porque você ainda está estudando.

E então ainda estava na faculdade quando eu casei. E ela falou, você não sabe fazer nada, <laughs> está estudando ainda, melhor você ficar aqui que daí eu já vou te explicando as coisas e tal. Depois eu fiquei grávida do meu primeiro filho, então acabou que ele nasceu quando nós morámos lá e depois nós mudamos para o apartamento, aham,

Eu tive muito muita dificuldade, porque eu não podia ter tido parto normal, nem dele, nem dos outros, porque todos foram partos normais. Porque nesse desastre que eu tinha sofrido, eu quebrei a bacia, foram duas trincas e duas fraturas. Então, onde forma aquele calo ósseo, a bacia já não tem mais aquela movimentação.

Então, foi assim... Acho que umas doze horas de trabalho de parto, foi terrível. Mas ele nasceu bem forte, saudável, uma criança linda. Ele sempre foi assim, uma criança muito atenta a tudo. Ele via tudo, <laughs> reparava em tudo, perguntava tudo. Ele sempre foi muito inteligente. E desse tipo de criança, que tem que ser primeiro em tudo, tem que ganhar tudo, <laughs> até hoje ele é desse jeito, <laughs> aham. Ele foi um aluno brilhante. Aí ele entrou na Poli para fazer engenharia.

Eu acho que mais por causa do pai. Né, ele sempre foi muito ligado ao pai, muito admirador do pai, mas daí logo achou que não era bem aquilo que ele queria. Aí foi mais para a administração, para marketing.

e depois ele foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos. Eles passaram quase oito anos lá nos Estados Unidos e lá nasceu o mais novo, o Eduardo. E hoje eles, eh, já voltaram, faz um ano e tanto que eles voltaram, porque eles estavam muito bem lá, mas faltava família e amigos. Eles têm um grupo de amigos que desde a época da poli, então casaram, e um é padrinho do filho do outro, todo mundo é compadre, é um grupo muito unido, que eles se gostam muito. E lá nos Estados Unidos é muito difícil você fazer amizade, amizade verdadeira mesmo, né? Vamos voltar um pouquinho aí. Ele nasceu, você estava morando na casa da sua mãe ainda, né?

Mas aí logo que ele nasceu... Você já trabalhava? ãh? você já trabalhava?

Enquanto eu estava estudando, aham, sempre falei para o meu pai, porque o meu pai trabalhava numa indústria pesada, era um dos diretores, e eles tinham um um departamento jurídico muito grande, e eu falei, eu eu queria fazer estágio lá. Ele falou, muito cedo, primeiro ano é muito cedo, segundo ano é muito cedo <laughs> Não, vamos mais mais tarde, não sei o quê. Aí eu vi que ele não ia me arrumar mesmo, né.

Aí quando eu casei, logo eu estava ainda estudando, logo fiquei grávida, e aí começou aquela campanha de marido, pai, mãe, não, melhor você ter seus filhos primeiro, para depois então você começar a trabalhar, né?

E eu tive, em quatro anos, eu tive os três filhos, né?

Mas, ãh, surgiu na minha vida a creche, aham, que um amigo nosso tinha assumido a presidência da creche, e como ele falava, era uma creche falida, que precisava demais de de ajuda, para se reerguer, para se reorganizar e tal. Então, eu fui para lá e estou lá até agora, né. Então, na área de direito, Eu eu continuo ligada a ó a bê, então eu posso, inclusive algumas vezes até em processos trabalhistas e tal, eu atuei e tal, mas, ãh, não é a prioridade da minha vida. Depois, mais tarde, eu fiz teologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu dei aula na faculdade de teologia. Até hoje, eu dou cursos, eu dou palestras, sei, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, então, como que era essa vida de mãe nova? Então, Os três nasceram... São três? <laughs> São três. Então, depois, em ãh em

curtia demais, ela não admitia ninguém da família que tivesse filho com médico, tinha que ser com ela. E ela, <laughs> quando ela estava grávida, que ela escutava o batimento do feto, ãh, ela dizia que era diferente quando era menina e era menina. Quase sempre ela acertava o sexo da criança. E comigo, o segundo, ela sempre falou, é o outro menino, é o outro menino.

Muito parecido com a minha família da parte materna.

Na hora que acabou de nascer, ela deu um grito, não, é mulher! Aí foi a maior felicidade, porque todo mundo estava querendo, mas depois de um homem, uma mulher. <laughs> Ela também é uma criança enorme, mas foi um período muito triste na nossa vida, porque um mês antes nós tínhamos perdido o meu cunhado Roberto, o único irmão do Renato, de uma forma muito inesperada. Foi leucemia, mas uma semana depois que ele ãh soube que ele estava com leucemia, ele faleceu. E era uma pessoa cheia de vida, de vitalidade, uma pessoa alegre. Onde ele estava, estava todo mundo em torno dele, porque ele era divertidíssimo. E casado com sete filhos menores de idade, uma carreira brilhante. Ele era engenheiro e a especialidade dele era cálculo de concreto, e ele era um dos maiores calculistas de concreto do Brasil, conhecido internacionalmente. Até hoje aparecem ãh ãh artigos sobre ele.

E tem uma avenida também com o nome dele. Ele foi uma pessoa muito conhecida. Então foi uma tristeza tão grande que ninguém estava assim muito alegre com o nascimento da coitada da Alessandra. <laughs> E eu mesma, porque a gente desconhecia muita coisa, então não pensava que a minha tristeza, muitas vezes eu estava amamentando ela e chorava, então eu não sabia que a minha tristeza, ela ia sentir aquilo tudo, né. Então ela foi uma criança diferente das dos outros, ela era muito inquieta, ela não ficava no berço, ela não ficava no carrinho, ela não ficava no cercado, ela chorava até perder o fôlego, até você pegar ela no colo, ela não parava. E estava sempre brava, descontente. E cresceu assim, diferente, né, ãh... Ela foi na escola cedo, porque ela via o Carlos indo para a escola, ela quis ir, ãh Acho que com três anos ela já estava na pré-escola. Mas quando foi com sete anos, <laughs> ela falou assim, agora já sei ler, escrever, já sei tudo o que eu preciso, não vou mais na escola. E deu um trabalho para ela continuar na escola. Deu um trabalho. Depois se formou na gê vê, fez eme bê ei, hoje ela fala inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, não para de fazer curso, mas ela deu muito trabalho na escola. Todo ano ela ia repetir, tinha que acompanhá-la ãh dia a dia, porque senão descuidasse alguns dias, pronto, já começava a tirar nota baixa, chegava no fim do ano, tinha aquele monte de recuperação, todo mundo perdia as <laughs> por causa dela. Só melhorou quando ela entrou na faculdade. Quando ela entrou na gê vê, ela teve uma coisa que eu agradeço a Deus, um um grupo de amigos, pessoas ótimas que são amigos dela até hoje. e que a valorizaram muito, porque não tinham por que ela se desvalorizar do jeito que ela se desvalorizava. Ela é uma moça muito bonita, muito inteligente, ãh, uma ótima pessoa, mas ela mesmo não se valorizava. Então, ela achava que ninguém podia gostar dela, uma vez que nem ela gostava dela. Então, foi um um problema sério. Melhorou quando ela entrou na faculdade, mas realmente a coisa se modificou completamente quando ela casou.

Ele é uma pessoa ótima. É um filho para mim e para o Renato. E então conseguiu. Aí eles foram morar juntos.

E filhos de filha é diferente, né? Porque elas dão muito mais acesso para você participar de tudo. Então me lembro que uma das maiores emoções da minha vida é quando eu acompanhei ela no ginecologista, que era o meu também, né? e vi o primeiro ultrassom. Aquela coisinha que nem era visível, aquele coraçãozinho, batendo, batendo, batendo. Foi uma coisa, assim, fabulosa. Aí, já desde o nascimento, porque foi no Santa Joana, e aparece num telão, assim, as crianças que nascem, né? Então, a gente viu ela quando acabou de nascer e e sempre... Ela esteve muito perto da gente.

Então, a gente queria ficar mais perto da Alessandra, dos netos e tal. E agora eu estou voltando.

Então, depois nasceu a Daniela. A Cristina hoje tem treze anos. A Daniela tem Ah, a moreninha do vovô, <laughs> como o Renato fala. Porque as outras duas eram loiras, e ela é moreninha. Mas agora a mais novinha também é moreninha. E depois nasceu o Ricardo, que hoje tem sete anos, aham. Uma família bem bonita, bem constituída, e Difícil para a Alessandra, porque tem uma carreira profissional e tem família, filho, casa, marido. Mas, enfim, ela está se saindo muito bem, eu acho. E o terceiro? então, O terceiro é o Roberto, ãh... O Roberto nasceu em dois de fevereiro sessenta e suave, <laughs> gostosa. Todo mundo fala que ãh é o queridinho da mamãe. Mas não é o queridinho da mamãe, <laughs> porque a mamãe gosta de todos os filhos. Mas, depois do furacão que foi a Alessandra, <laughs> ter um filho gostoso de amar, porque ele era todo ãh bonzinho, todo risonho, de bem com a vida... Então, não só era o caçulinha, como era uma criança gostosa, mas... E eu sabia que eu não queria mais filhos. Então, eu curti muito essa fase nenêm dele. Foi muito gostoso. E ele sempre foi uma criança, assim, ãh, sonhadora. Sempre estava com a cabeça em outro lugar também. Deu muito trabalho ãh para estudar. E eu já tinha essa coisa da Alessandra, que eu tinha que acompanhar e pegar um. Porque ele era assim. As matérias que ele gostava, ele ia muito bem. As matérias que ele não gostava, simplesmente ignorava. Nem copiava a matéria no caderno para fazer a lição, nada. Simplesmente ignorava. E você ficava explicando as coisas para ele, explicando e tal. Parecia que ele estava prestando maior atenção. Roberto, você entendeu? Ele falou, mãe, você viu aquele passarinho <laughs> que pousou ali? Aquele é um... Ele falava o nome do passarinho. Eu falava, mãe, não é possível, Roberto. Você não escutou nada do que eu falei para você. Aí meu pai tinha acabado de se aposentar. Aí falou assim, bom, então deixa o Roberto comigo. E ele ia na minha casa três, quatro vezes por semana fazer a lição com o Roberto. Deu um trabalhão. Mas eu acho que foi bom porque o o Roberto criou um método de estudo que vale para ele até hoje, né. Ele também entrou na gê vê para fazer administração. Mas ele sempre teve muitos interesses, principalmente em artes. Ele desenha muito bem, ele gosta muito de música, ele fez parte de um grupo de teatro amador durante muito tempo e ele é tão diferente <laughs> que ele quis de todo jeito, fazer serviço militar. Na época dele, todo mundo fugia disso, né? Todo mundo queria que os pais fizessem algum contato para livrar.

E apesar de ter tido um monte de problema, foi preso, foi... passou fome, <laughs> porque eles têm um método lá que a pessoa tem que ficar fixada nas ordens, tem que obedecer a ordem, não pode pensar com a própria cabeça.

Mas, quando ele estava recém-formado, então, ele conhecia uma moça que era treze anos mais velha que ele, mas isso era o de menos, o fato é que ela era uma pessoa bem pouco equilibrada, e todo mundo viu isso, menos ele. Então, não adiantou falar também. Acabou casando, o casamento foi um desastre, hum... e a separação foi mais desastrosa ainda. Ela que já não era muito equilibrada, daí realmente se desequilibrou totalmente e moveu montes de processos contra ele, contra mim, contra a família toda, uns dez pelo menos. E, no meio de todo esse turbilhão, a Kim, a minha netinha, que é filha deles, né. Eu acho que, quando a coisa começou, ela tinha uns cinco anos de idade e a mãe a envolveu ela em todos os processos. Então, foi uma coisa que, felizmente, passou. Hoje ela vai fazer quatorze anos aqui. Há uns oito anos atrás, o pai conseguiu a guarda dela, né, <coughs> e Aí ela foi se aproximando de nós, porque ela tinha a cabeça toda com aquelas coisas que a mãe falava para ela. Então foi muito difícil essa... essa conquista, mas hoje ela é muito minha amiga, ela é muito madura em certas coisas, então é uma pessoa com quem se pode conversar tudo, é uma delícia estar com ela. Ela vem de quinze em quinze dias para visitar a mãe e ela fica conosco.

Depois, então, a Cris ficou grávida e foi uma gravidez que me preocupou por causa da Kim, né. Eu falei, agora ela vai se sentir, né, desprezada porque vai ter outro neném, não sei o quê. e realmente ela não gostou. Mas, Deus é grande, quando a nenê nasceu, a Laurinha, que hoje está fazendo três anos, ela se apaixonou pela irmãzinha, as duas são apaixonadas uma pela outra, é uma coisa linda da gente ver. A Laura fala, a minha mãe, o meu pai e a minha Kim, <laughs> Então, ãh, foi uma coisa assim que fez a familhinha ficar mais unida, né? E, com a graça de Deus, eles estão muito bem. O Roberto agora está desempregado, mas ele tem um ótimo currículo.

na gê vê e ele também fala várias línguas e tudo. Então, se Deus quiser, logo vai estar empregado. Então, <coughs> a gente fica olhando para trás e fica achando que fez o melhor que podia fazer e que tem uma família muito bonita, né? Hoje são quantos netos? São oito netos. E os netos realmente são a coisa que mais aquece o coração da gente atualmente. É é uma delícia cada um deles, ãh Foi uma delícia todas as fases, né, de ver cada progresso, cada gracinha. Agora a fase da gracinha, <laughs> aham, é com a Laura. Essa semana, então, eu fui lá ficar com ela. Ela ficou um montão de tempo no meu colo. Ela estava vestida de branca de neve. Então, eu falei assim, você sabe a história da branca de neve? Ela falou, claro que sei, vovó. Então, tinha aquela bruxa má que deu a maçã envenenada <laughs> para a branca de neve. Ela falou, você sabe o que é isso? Eu falei, não, o que é uma maçã envenenada? <laughs> Ela falou assim... Também não sei, <laughs> mas é uma coisa que não fez bem para ela. Depois, ela inventando, porque ela não lembrava o nome dos anões. <laughs> Ela inventando o nome. <laughs> É uma gracinha. Então, é isso. Agora, ãh, eu e o meu marido...

abre a janela, você está cercada de verde para todo lado, é passarinho, é borboleta, é cigarra, ãh, toda hora é tucano nas árvores, os esquilos, os macacos, né, é uma vida diferente mesmo. Mas conforme você vai ficando mais velho, vai pesando. Eu e o Renato, quase três horas todo dia de vai e volta, né, ãh... E o fato de não ter nada para comprar lá, tudo eu tenho que me lembrar de levar. Fim de semana tem sempre muita gente para comer em casa, então você pensar tudo com antecedência. A casa é muito grande, tem vários cachorros, tem um jardim enorme, tudo isso já ãh está me cansando demais. Então eu falei, não adianta, é longe de médico, longe de hospital. Acontece uma coisa aqui, eu não consigo. levar ele até o carro, <laughs> nem ele também não consegue me levar. <laughs> Então, a gente, até que vem um socorro, uma coisa, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, quando eu falei, já há dois anos que eu estou falando para ele, nós vamos ter que pensar e voltar. Aí, quando foi no fim do ano passado, que ele concordou, ele falou, tudo bem, mas é você que vai tratar de tudo, eu não vou tratar de nada. Então, foi um <laughs> processo doloroso. Porque, primeiro, toda a questão da venda da casa, né, que Vender as casas lá na serra não é fácil. As pessoas preferem construir uma coisa do que comprar uma coisa pronta, né. A nossa até que vendeu com rapidez. Seis meses a gente já tinha vendido a casa. aí os imóveis lá são muito mais desvalorizados do que aqui, né. Então, encontrar uma coisa como eu queria.

Tem tudo por perto, n´d, tem metrô, tem ônibus, tem lojas, tem cinema, tem teatro, tem restaurante, <laughs> tudo. Então, ãh, eu comecei a procurar lá, depois eu falei, não, não dá não dá para eu comprar nada aqui. Eu não queria ir para um lugar muito pequeno, porque a casa é muito grande, então ia ser uma mudança muito drástica.

Agora que estava praticamente pronto, porque semana que vem a gente já muda.

E ele falou, mãe, quer que eu ajude em alguma coisa? Eu falei, precisa pregar aqueles prendedores de toalha, aquelas coisas no banheiro e tal. Ele falou, pode deixar que eu faço. Coitado, furou um cano. <laughs> Bom, agora, então, precisou quebrar outra vez. Agora estou procurando o azulejo, que eu não acho. Mas, no fim, vai dar tudo certo. Então, uma nova fase da nossa vida. Então, um casamento de casamento de anos com muitos atritos, porque nós somos muito, muito diferentes um do outro, <laughs> mas com muito amor, nunca nenhum desistiu do outro, nem do casamento, né?

E com todo esse passado em comum, que é um passado bonito, rico, e com um presente, com esse novo, que ele fala, esse novo ninho de amor. <laughs> E com o futuro, porque a gente não pode parar de sonhar. Então, eu espero que daqui para frente ele possa trabalhar um pouco menos, a gente possa aproveitar um pouco mais, né, vi e a eventos sociais e culturais juntos, etc. E é isso, a família sempre foi uma coisa muito importante para mim. Desde a minha família de origem, né, meus pais, meus irmãos, meus tios, sempre amei de paixão. Sempre foi uma coisa assim, um contato permanente com eles, enquanto eles viveram e agora com os meus irmãos, que são queridíssimos. E é assim, o, a raiz da gente, né, é o solo onde a gente pisa, é o lugar de onde vem toda a nossa história. E depois, então, essa nova família que eu construí com o Renato, que é justamente o futuro. O que vai, o que vai existir depois que a gente se for, né, o que projeta a gente para frente e para cima. Então, realmente, não podia deixar de falar da família. <laughs>
<laughs> Claro,
Então tá, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que agora ficou completo, porque no meu depoimento anterior, eu falei muito da minha infância, falei muito da creche, né, do meu trabalho, do meu trabalho, eu faço pastoral da saúde também, que é um trabalho difícil, mas que eu sempre curti muito, porque os velhinhos e os doentes... eles têm uma necessidade enorme de de contato com as pessoas, de falar, de serem ouvidos, e muito pouca gente tem essa paciência para ouvir. Eu sempre temperei isso com a greve, com as crianças, porque aí a gente tem os dois extremos da vida. E também falei muito do meu curso de teologia, da